Qual é a origem da sua família? Ela é de São Paulo mesmo?

Eu não sei essa história, muito antiga, lá do tempo dos bandeirantes, eu não sei. ih E veio de Portugal, teve um português lá, que veio para o para o Brasil, ficou aqui em São Paulo, e daqui a família.

Não, de são pa são de São Paulo.

Fazer um trabalho lá. Foi com a minha avó e, lá, ela nasceu. E ela não admitia isso. Ela era paulista. Então, só eu, da minha família, só eu era Meus pais... Tinha quatro irmãos nascidos aqui.

Aí foi que eu nasci lá. bem Bastante diferença de idade. Na época, a minha irmã, âh a caçula da época, tinha sete anos quando eu nasci. Então... A senhora tem quantos irmãos?
Tinha quatro. a senhora é a caçula? Eu, a caçula.
O seu pai fazia o quê? Meu pai era advogado.

Minha mãe era formada professora, mas nunca trabalhou, era do lar.
E a senhora então, a senhora foi a caçula sete anos depois da... Depois, é. Aí era a rainha, para para grande ciúme da minha irmã anterior a mim.
Mas tudo bem. <laughs>

Numa casa? Numa casa.
Então, a gente, eu não tenho a casa que eu nasci está lá até hoje. Depois teve outra que eu morei, assim, que eu guardo mais na memória eh, uma casa que agora é uma biblioteca. Depois... Mudamos para outra casa, que pouco tempo, e ah fomos morar em uma chácara.

Então era uma chácara grande, era uma fazenda pequenininha, e que meu pai arrendou. aí Quando estávamos nessa chácara, não sei quanto tempo nós moramos lá. E era muito gostoso. Tinha uh vaca, tinha cavalo, porco, cabra, pato, uh papagaio, cachorro, gato, coelho. Então, para mim, era uma festa. E a chácara era um pomar imenso, imenso, tinha tudo. jabuticaba, laranja, mamão, abacate, abio, tudo que você imaginar tinha lá. Então, nós estávamos lá e aconteceu. A minha vinda para São Paulo foi assim. Era aniversário do meu irmão mais velho, porque todos os meus irmãos já estavam estudando aqui em São Paulo. Então, foi o aniversário do meu irmão mais velho e minha mãe veio passar e me trouxe para passar o aniversário dele aqui.

Aí chegamos aqui ãh para passar o aniversário do meu irmão e voltar. Nesse meio tempo, a mãe da minha mãe, adoeceu. Então, minha mãe foi ficando. Foi ficando, meu pai vinha todo fim de semana e a minha infância lá foi maravilhosa.

Até essa época. Então, eu tinha minhas amiguinhas, cos colegas de escola e meu pai era muito conhecido e Então, e eu também e todos todos nós. aí Quando viemos para cá, e minha avó foi piorando, minha mãe foi ficando. e tal aí O que aconteceu? eu achei Nós achamos que que íamos ficar aqui. aí Escrevi para o meu pai mandar minhas bonecas, mandar meu fogãozinho, mandar minhas coisas.

Então, e aquilo separou, meu pai ficou lá trabalhando, só vinha fim de semana. E ah até minha avó falecer, a mãe da minha mãe. Tá bom, então agora vamos voltar.

Aí, então, vamos voltar, mas aí a mãe do meu pai adoeceu. Aí ele, agora você vai cuidar da minha mãe. Então, aí eu já era uma adolescente. Então, juntou a família, eu, minha mãe, meus irmãos, com a família da minha avó, minha avó com os tios e tudo. Então, ficou uma casa enorme que tinha acho que umas doze pessoas, sem contar os empregados. Então, está bom. Aí, para mim, foi muito ruim. Então, é uma fase assim que eu não tive uma adolescência Muito legal, porque eu era sozinha, com onze, doze anos, no meio tudo de adulto.
Seu outro irmão já tinha 19.
Já estava é já estava tudo na faculdade. E os tios, e noivas dos meus irmãos que moraram... o meu irmão casou, ficou morando lá. Então era, tinha as duas cunhadas, duas irmãs da minha mãe, ãh dois dois do meu pai. Então eh, você veja ih E eu fiquei naquele meio, e aí diziam, implicavam muito comigo, e que eu era mal criada. Eu acabei ficando mal criada, porque, lógico né, <laughs> que Eu podia reagir né. Então, ia para a escola. A matemática era a coisa que não entrava na minha cabeça. Aí eu pedia para me ajudar. A turma não queria saber de me ajudar. Olha, era um drama. aí E tinha as vizinhas com quem eu me relacionava um pouco, as as meni as meninas da da minha idade. Mas, veja, não era um lar para mim.

Agora aqui fundiu tudo. ih

Eu não não tinha televisão, não tinha nada daquilo. E perguntavam o que eu queria ser quando crescer e eu dizia que eu queria ser bailarina. Não sei como. <laughs> Entendeu? Ou eu queria ser bailarina ou eu queria ser dona de casa. Então... A senhora se lembra de algum momento assim do porquê essa escolha?
Não sei Você viu uma bailarina, viu a Não sei, eu não sei como.
É coisa acho que que nasceu comigo. E aí minha mãe comprava para mim no verão sandália branca e no no inverno era o sapato de verniz preto. E eu tinha que ser sem pulseirinha para eu poder ficar na ponta do pé. E isso eu era criancinha. E, quando eu falava que queria ser bailarina, desde essa época, minha mãe punha a mão na cabeça <laughs> e ficava apavorada. Sabe o que é apavorada?

Não me fale nisso. E tal. ih ih

Eu passei, quando viemos para São Paulo, eu estava com dez anos. E eu passei muitos anos em luta com minha mãe, porque todo ano eh era aniversário. O que você quer de presente? Eu quero ir para a escola de balé. Pronto. eh Ela ficava Não, você largue de pensar nisso. E não adiantava, chegava no ou no outro ano era assim. E eu fui, sabe, com o negócio de dizerem que eu era mal criada, eu fui criando um pé, sabe, para mim. para E, naquele ambiente tudo de adulto, eu criei uma defesa. Então, foi que... Chegou um dia eu falei para a minha mãe. Vai ter teste, exame para o balé do Teatro Municipal. E eu vou me me inscrever, porque a idade máxima é dezeseis anos. e eu vou Vou fazer dezeseis anos em outubro. Então, eu vou me inscrever, porque é a minha última oportunidade. E ela falava também que era caro. E lá é de graça, porque é da prefeitura. Então, eu vou me inscrever. Ela não, daí, não não teve como reagir. E eu fui e fiz a inscrição.
Isso a senhora tinha quase deze tinha quinze anos, né? Pra

O seu pai, hã o que que o seu pai o que é que ele achava? Meu pai uh era ficava quieto, porque ele...
Sabe a história da régua régua e compasso? Ele confiava na que ele tinha me dado. Então, ele não era contra, não. E deixava.

Tudo bem. Era minha mãe que tinha a preocupação de que uh bailarina, naquele tempo, era prostituta. Então, ela não queria. Isso para mim.

Essa colônia começou com ele.

Então, o que ela fez?

E eh eu digo, mas tem o exame? Ah, mas por enquanto você vai, enquanto não tem. Aí a minha tia, uma irmã de meu pai, disse, você pode ir, que quando sair no jornal, eu mando um telegrama para você vir fazer o exame. Então, eu fui. ih No ônibus, meu irmão comprou o jornal e justamente estava lá no dia ah que dia que ia ser o exame. Eu já falei, ó tal dia eu venho de volta, que seria à véspera. E aí eu consegui fazer, consegui entrar né. Mas, veja, eu estava com dezeseis anos quando começou. quando eu comecei. Então, a minha mãe, com todos os cuidados dela, minou a minha carreira. Porque, com dezeseis anos, o físico já está uh já está uh completado, pronto, não não tem... Aí a dificuldade para fazer ballet é mil vezes maior. Então, porque o corpo já... A senhora nunca tinha feito aula antes? Nada, balé era proibido. Então, aí eu fui para a Escola do Teatro, fiquei um ano.

tinha uma das professoras do do teatro, lá da Escola do Teatro,

E lá eu fiquei até

Aí apareceu o o concurso para o Balé do Quarto Centenário. Ela avisou que ia ter um balé em São Paulo, que era para uh uh os festejos e tal, e para a gente ir se inscrever. Eu fui eu fui. Me inscrevi, mas eu não queria ir.

Então, eu achava... Eu não sabia o que era o balé do quarto centenário.

Então, eu fui. Aí, recebi essa carta que está no álbum. Recebi uma carta comunicando que o exame ia ia ser uh de tanto a tanto, para eu ir lá para confirmar, uh pegar o meu número. Aí eu fui, mas fui para dizer que não ia, entendeu? E chegou e eu trabalhava. Eu era... onde que eu trabalhava naquela época? Era funcionária pública. Eu cheguei lá e disse ó eu recebi recebi duas convocações, mas vim aqui para dizer que eu não posso não vou participar, não venho fazer o exame, porque eu trabalho, eu não posso vir nesses horários. aí está está riscado lá, mas o seu número é cento e cinco Então, você pode vir. eu fiquei Aí não tinha como fugir.

Ela voltou em quarenta e oito, quarenta e nove.

Então eu fiquei, morava com com uma irmã. Não sei se com minha irmã ou irmão, não sei. aí Então, eu fui... ãh Aproveitei essa coreografia que ela fez para mim eu aproveitei para levar para o exame. Aí o pianista foi, tocou e eu dancei aquela coreografia. Era você que escolhia a sua coreografia para o exame? é
Ali ãh cada um levou a sua coreografia e tudo.

Agora, eu não me lembro o nome de todos.

Para mim, não pediu nada, só fez aquilo. E eu saí de lá ãh aliviada, achando que já tinha cumprido a minha missão e que eu não ia entrar, porque veio pessoal do Teatro Municipal do Rio, veio ti bailarinos já formados. E eu era limitadíssima, pelo fato de ter começado tarde. Eu nunca imaginei que ia entrar para o Ballet do Quarto Centenário. Aí, quando ãh saiu no jornal o resultado desse primeiro exame, porque esse era para, vamos dizer, para verificar, para fazer uma seleção. E daí teve o outro exame, que era para daí já ver as condições, quem seria o quê, quem tinha a possibilidade de ser solista, quem era primeiro bailarino, quem era corpo de baile e tal. Então, aí já classificou. E nessa classificação teve mais um outro um outro... Uma outra ca... Nós entramos como estagiários. que daí era menos do que corpo de baile, para fazer de uma nova ãh classificação. Então, era estagiário de primeiro grau, estagiário de segundo grau. E eu não me lembro que grau que eu entrei. Deve ter sido segundo. Mas a senhora entrou como estagiária.
Estagiária.
É, porque dentro da minha limitação, né? Então, eu devo ter entrado como segundo grau, E daí foi feito, aí a gente teve aulas e e frequentávamos as aulas de corpo de balé e misturou tudo.

Mas a senhora ficou como? Como estagiária?
Não, ah aí passei pra corpo de baile. ah sim
Estagiária era pra ver quem uhum tinha condição de ficar ou não. Então, para mim, foi uma surpresa imensa, porque eu nunca imaginei. Digo, e agora?

E aí, ainda uma vez, eu insisti, fui lá para a comissão e disse que eu não podia ficar, porque eu trabalhava, eu não podia. Eu era funcionária pública e eu não podia deixar meu emprego. Como é que, né? eles disseram, continue indo que a gente vai providenciar. E, um dia, eu chego para trabalhar, toda era apanhada, assim, de surpresa. <laughs> Eu chego para trabalhar na secretaria e disseram, ah, parabéns, você vai embora. Eu digo, eu vou embora para onde? <laughs> <laughs> Ah, você vai para a comissão do quarto centenário. Então, eles conseguiram ah co o comissionamento, o afastamento, Eu continuei ãh funcionária pública, só que fui trabalhar na Comissão do Quarto Centenário.

Não, não fui mais para a Secretaria. ah
Eu recebia pela Secretaria, uhum porque eu estava afastada, sem prejuízo dos vencimentos uhum, e exercia a função de bailarina. no no na Comissão do Quarto Centenário. ah

Isso foi falado antes, estava lendo.
minha von Falando ainda sobre o o balé, como é que era o cotidiano assim do dos ensaios? como é que eram assim então aí nós uh

Quando nós fomos para lá, no início de cinquenta e três, tinha havido uma bienal em São Paulo. que foi uh uh, a Bienal foi lá, tinha lá um um museu, que fizeram lá para receber a Bienal.

Até um dia que uma colega mostrou que estava rachando a parede e aquilo ia cair. Então, nós saímos de lá,

Nos dois últimos andares, lá ficou o balé do Quarto Centenário. O nono andar, o o o último, era... os sa As salas de aula, os camarins dos primeiros bailarinos e sala de repouso eram em cima. No oitavo eram os camarins e a costura e alfa alfaiataria. Massagista, essas coisas. Bom, então, a gente tinha aula todo dia. Os professoras eram

Veio com ele.

Então, a gente tinha aula de uma hora e meia, todo dia, geralmente de manhã. E depois, os balés.

acho que, o meio de cinquenta e três, para depois começar a montagem de outro. Então, se dividia em grupos.

grupo casais eh, uhum foi assim. E assim foi feito cada balé. Os ensaios eram à tarde, terminava sempre lá pelas oito, nove horas da noite, e uns num num salão, outros no outro. É isso. E as aulas de manhã também às vezes era dividida, Nós éramos sessenta elementos. nossa Então... E de quem que a senhora era mais próxima, assim? Suas amizades dentro do balé.

Faleceu muito moça,
com trinta e seis anos e já já não dançava mais. Depois que ela saiu, ela foi ser veterinária. Então, ela. Então, nós tínhamos no balé grupos cada um no seu camarim. uhum
Quem dividiu o camarim com a senhora?
Eu não sei, não me lembro se foi determinado. pe Eu acho que a gente mesmo que formou o grupo assim. uhum
Então, o o meu camarim, o nosso, era o camarim das velhas.
Nós tínhamos vinte dois, vinte três anos, porque os outros tinham dezeseis anos. uh sabe Era uma coisa assim. aham Eu o o o meu camarim eu resolvi, eu que inventei isso, depois as outras copiaram, Eu pus o nome de Vila Shangri-La, porque era muito feliz, ah era o paraíso. Então, ficou ali. ih E nós éramos muito unidas, éramos mesmo as mais velhas. então Mas todo mundo uh era era tudo muito junto. Tinha uma ala que era das bailarinas, e a outra ala dos bailarinos. Então, cada um fez seu camarim uh, decorou do jeito que quis e tal. Então, é isso. Éramos oito no meu camarim, no nosso né.
E como que foi trabalhar com uma pessoa como o Sr.

Eh nós éramos nós não sabíamos nada de ballet. Entendeu? Hoje a gente vê. Nós não éramos nada. Nós não sabíamos de, era muito rudimentar. Então, por exemplo, eu pensei assim, balé do quarto centenário e tal, a gente vai da dançar silfes, lago dos cisnes, essa coisa que dos grandes balés, russo, francês, aquela coisa.

Digo, mas como que é isso? né Completamente Por isso que ele levou meio ano para montar e para nos formar. Então, ele foi muito inteligente e muito corajoso. E nós fomos muito curiosos e a gente, então, foi caprichando nas aulas, porque as aulas também eram diferentes das que a gente tinha.
Mas essa inovação dele de de mudar a música e a forma, como que isso foi como que o grupo de balé de vocês... Foi conquistando, foi nos conquistando.
E a gente foi se entregando e procurando alcançar o objetivo dele. Nós tivemos um balé sem música, que era com uh ruídos. Então, tinha um uma madeira assim toda, que outra madeira raspava, sabe? Tipo, um não é um reco-reco que é aquilo, mas raspava. Outro uh uh eram eram ruídos.
E falava tinha uma fala assim que nós seis éramos seis monstros da floresta.
E é a lenda da Iara.

Tudo isso com cenários

Então, ela não se conformava, porque ele era gordo. E ela tinha mania de ser gorda. Ela não era, se achava. Então, ela ficava ainda uh se sentindo gorda e botando enchimento de espuma, ela não se conformava.

E era uma coisa... Por exemplo, a entrada em cena dos seis monstros era assim, ao, ao, ao, ao, o, pi, ta, ca. Quer dizer, isso ficou... E a gente entrava. eh e E e depois os ruídos. Não teve nada de música. Eu não me lembro quais eram os ruídos. <laughs> Cada um o que fazer. Então tinha, quando era ah uh ensaio de Lenda do Amor Impossível uhum, eram convocados os primeiros bailarinos, os monstros e a orquestra, entre porque era esse pessoal, que devia ser umas dez, doze pessoas, e cada um fazia uma coisa fazia então. E conseguiu. Eu detestava dançar isso, mas é contrato, então danço. E depois teve balé assim, teve um loteria vienense, com valsas vienenses. E a gente também não gostava, porque era caráter, não era balé clássico. uhum Mas, agora, hoje, ãh foi a nossa primeira bailarina gen, ninguém dava valor. Mas, para assistir, porque ela não dançou essa loteria, ela via da plateia ela diz que era a coisa mais linda. Então Quando foi época, você quer saber, mais perto, assim, dos ensaios uhum, já perto de dan ãh... Pode pode falar.
A gente ensaiava, de preferência, à noite e de madrugada hum, por causa das luzes. hum
De trajes. Então, vestia o traje, marca, primeira primeira cena, todo mundo lá. Aí marcava a luz ali. A segunda cena, mudava tal, marcava a luz ali. Enquanto o grupo não entrava em cena, não podia sentar, que era para não amassar os trajes. então E a gente fez esses ensaios no no palco, no no teatro montado,

A maioria foi feita aqui.
Daí, quando a gente foi para o Rio para estrear, aí terminamos esses ensaios já no Municipal do Rio de Janeiro. E a gente ficava às vezes até cinco horas da manhã, mas não cansava, sabe? Porque era um um uma magia, era uma coisa assim, muito... como é que eu vou dizer eh? É uma uma é uma magia mesmo, que deixava todo mundo... Encantado.
Encantado, é. Então, não sei se respondi.
Ah, com certeza.

Como foi?

A estreia?
Sim, a gente estava assim, um pouco frustrado uhum, né?

Era interessante. estava lá estava... Como é que diz quando fica os jogadores ficam ficam num hotel? fica Uma delegação? é

Estavam lá uh, fechados lá para treino. Então, eles iam assistir, porque ia ter um jogo importante.

E levou mais um balé, acho que foi Delícia Pópulo, não me lembro, e o balé fantasia brasileiro, um balé brasileiro e outro moderno para a época. E este que foi feito para lá era bem clássico, que era a Ilha Eterna, uma coisa assim, que tinha os os pastores, vamos dizer assim, e o o cenário tinha colunas gregas, tudo branco, e tinha aquelas estátuas brancas assim, sabe? Só que daí, quando começou, as estátuas começaram a se mexer. E aí foi aquele Ó... <laughs> Sabe? Porque era tudo estátua. E eram bailarinos que estavam os primeiros bailarinos. Então, foi um sucesso. e assim E aí começou a encher. Nós dançamos. de seis a quinze de novembro e acabou. São Paulo, quem viu, viu, quem não viu, visse.

E como que foi receber a notícia de que o Teatro Municipal estaria fechado aqui?

em algum lugar.

Então, quando foi que nã não arrumou o mesmo jeito a gente como é que vai ser, aí veio a notícia que nós íamos estrear, porque a gente estava desanimado de trabalhar aulas, ensaios e e tudo. E aonde? Para quê? Isso já era final do ano do quarto centenário. Outubro de cinquenta e quatro. O centenário foi janeiro de e quatro Então, estava nós estávamos frustrados e preocupados. Aí, quando foi que conseguiram

Nós fomos para lá fomos de ônibus. Como foi ônibus a viagem para o Rio? Foi muito bom, mas a a gen nós fomos à noite. Todo mundo, tinha gente que morava no Rio, que era do Rio né, não que morava, estavam morando aqui. Então, foi muita folia, tudo na hora que. Depois dormimos, <laughs> porque eram quantas horas seis horas, sete sete horas de viagem e tal. Dormimos. Aí, quando chega, estava amanhecendo, era bonito, acordamos, aquela coisa. Aí, quando a entrada do rio, toda assim, tudo colado,

Ai, olha! Nossa, olha! Aquilo foi uma acolhida para nós. Entendeu? Aquilo todo assim, ãh pelo caminho todo. E depois vocês vão ver a a capa do uhum do programa. Só que aquilo em ponto grande. uhum Daí fomos para o hotel para descansar, daí fomos conhecer o teatro, os camarins, aí eles dividiram os camarins mais ou menos de acordo com o que a gente tinha uhum aqui em São Paulo né, da no no próprio balé, lá no no nosso ambiente. ih E foi assim, só que no Rio os camarins tinha aqui embaixo, tinha no andar de cima, separou um pouco. E lá a gente continuou com uns dias com os ensaios de luz de luzes e, com cenário e trajes, e daí foi a estreia. A estreia foi assim ãh a expectativa dos cariocas, a rivalidade. né Vamos ver o que que São Paulo tem para apresentar, está trazendo aí, diz que é novidade. e tal aí a gente Quando foi a estreia, tinha a casa cheia, mas aí já foi um impacto, era tudo novo. Tinha a ponta, Passacaglia, por exemplo, que é essa. Primeiro ensaio, primeira coreografia, que é Passacaglia de Ponta. Então, tudo bem. Depois, acho que no mesmo dia, era Petrushka. Aí eh é clássico e também ãh a dança caráter, as danças ãh tinha os cocheiros, que então aquela dança do dos russos. Então, fo ãh tudo assim, diferente. Uma Petrushka que eu não sei se já tinha sido visto aqui no Brasil. Aí teve o ponto alto do balé do quarto centenário, altíssimo, foi o Bolero de Ravel. Este bolero, porque teve um filme que tinha os bailarinos dançavam o Bolero de Ravel, talvez vocês tenham visto, e que todo mundo ia para ver, tipo um tablado, com os bailarinos em volta, e um no meio e em cima. E todo mundo precisava ver este filme porque era um bolero, era uma dança. Só que quem não viu o bolero de Ravel, do Ballet do Quarto Centenário, não viu nada. Era uma coisa que foi em em níveis. E o bolero são oito danças, se não me engano, oito. Então, no térreo, vamos dizer assim, estava estavam os primeiros bailarinos.

Aquilo começa muito baixinho. Daquilo no escuro, veio a luz só no bailarino. foi aumentando. Também na bailarina, eles dançavam. Aí iluminava o segundo plano. Aí ah oh os bailarinos começavam a acordar. Estava tudo assim, como se estivesse acordando. Assim, cada grupo. Estavamos, acho que, quase os sessenta elementos. Até o que chamava o grupo galeria, que era lá em cima, que dançava menos tempo. E isto, o bolero, você sabe que a música vai não crescendo.
Então, foi não crescendo a música, a dança, a luz, até chegar no paroxismo da.
Então, quando termina, todo mundo no chão, só bai o bailarino, sozinho, em pé. foi Aquilo você ouvia mesmo. uma mosca voando enquanto estava passando esse balé. Foi um impacto. Quando acabou, o teatro ficou meio assim, sabe? Eu não dancei no Rio, isso eu estava na plateia. Eu que conheci os ensaios, eu fiquei... Nossa as lágrimas vieram, porque ficou aquilo parado e, de repente, foi... uma gritaria, uma salva de palmas, foi uma coisa, foi um impacto muito grande. A senhora não dançou nenhum número no Rio de Janeiro?
Dancei, ah não dancei esse bolero, dancei os oito que eu dançava mesmo.
Depois, quando saíram com os bailarinos, eu dancei o bolero aqui em São Paulo ah, entendeu? É o meu predileto, <laughs> uma coisa maravilhosa. E daí, uma coisa que me chamou muito a atenção,

Então, ele entrou no palco, uma pessoa assim, sabe um um um o quê? carroceiro, sei lá, entrou assim, murcho, e foi até o... Caminhou até o meio do palco. Quando ele chegou no meio do palco, ele se postou. Menina, mas ele olhou assim de cima, como quem diz assim, vocês são nada, <laughs> eu fiz isto, sabe?

com o a a a postura dele de palco. Sabe foi... Olha, é lindo. Mas foi tudo assim, tudo muito... Uma pena que tenha acabado.
E depois dessa temporada no Rio de Janeiro, o que aconteceu? vocês eh voltaram para São Paulo, entraram de férias, continuaram ensaiando?

E ele disse, parecem soldados voltando da guerra. tudo caindo, <laughs> tudo que não se aguentava, não tinha força nas pernas e tudo.

Você sabe por que ele saiu?
Eu tenho assim, eu ouvi falar, não sei se isso é verdade ou não, fico meio assim, Porque parece que foi problema de contrato ah sim, de pagamento. Então, eu não sei se convém, porque eu não tenho certeza uhum do que do que me falaram né.

Aí, aconteceu... A gente fez uma temporada no teatro

Muitos colegas já ta foram saindo, não tinha mais os sessenta elementos. E a gente continuou, continuou com muito esforço, sem garantia, sem saber o que ia acontecer. Continuamos ensaio e aulas, tudo, no durante o decorrer

E esse convite veio para o Itamaraty. encaminhou para o Balé do Corte Centenário, que era o único que estaria à altura.

que eles estavam falando que a gente ia ter que dançar na temporada lírica. E temporada lírica, o balé não seria... Seria o balé da ópera, tem que fazer coreografia, sei lá, daquilo lá. Daí falaram que não, que ia ser... O próprio balé do quarto centenário iria dançar... Leva uma ópera. Acaba aquela ópera, ou antes. Antes daquela ópera, passavam três balés do balé do quarto cente centenário. Não, mas teve, sim, coreografias para as óperas. E eu não dancei nas óperas. E ia ter cachê, além do salário, cachê para os balés das óperas. E eu nem fui ver. E daí... havia também junto, os bailarinos dançavam as óperas e também os os balés marcados para completar o espetáculo. tá bom As nossas coreografias. aí nós fomos

por causa da ópera.

E estava a hora marcada, nós chegamos antes da hora marcada, e quando nós estávamos lá esperando, nós vimos... Não.

Ele disse que dependia da prefeitura, porque acontece... A frase que ele disse, quando um amigo nos pede, a gente depende de um favor de um amigo e esse amigo nos pede um cigarro, a gente não pode negar o cigarro para o amigo.

Nós não podemos negar isso.

Então vamos falar com o prefeito.

O prefeito já tinha largado a prefeitura.

E quando nós estávamos aguardando o momento de ser sermos chamados lá para conversar com o prefeito. Quem desce sai do elevador?

Puxar o tapete da gente.

ligue para Brasília. Assim que era para mandar dar avião para a gente. porque a gente tinha hospedagem, mas não tinha avião. Então, ligue para Brasília. Dali a pouco voltou. uau Está ocupado. Então olha, podem ir embora. Nós vamos falar com Brasília. Toda uma encenação. A gente era muito jovem, muito ingênuo. Acreditamos naquilo. E depois foi que não teve avião, não teve bra não teve nada. Dançamos na ópera. E foi quando Acabou a ópera, aí ia ser só apresentação nossa. Nós começamos, em dezembro, a fazer essas apresentações, que foi quando, um dia, eu cheguei para o ensaio e fui ãh impedida de entrar no teatro. que O servente disse, a senhora é do você é do balé do Quarto Centenário? Então, o Ballet do Quarto Centenário foi extinto. Não pode entrar. Eu disse, mas como? ãh Nós temos ensaio. Ele disse, não, não tem. Foi extinto. mas nós temos espetáculo à noite. Os ingressos já estão sendo devolvidos. Aí eu falei, mas eu tenho minhas coisas no camarim. Então, eu lhe acompanho para você pegar suas coisas. Aí eu fui com ele, ele estava com medo de eu furtar alguma coisa. Bem que eu teria furtado <laughs> minha bota de petrushka, viu, que <laughs> estava lá no camarim. E assim, foi que acabou. Como que agora a senhora se sentiu nesse momento?
O que foi feito?
Porque nós tínhamos seiscentos trajes. Os tecidos, Não era da vinte e cinco de março, não. <laughs>

Foi para Roma, foi tudo comprado em Roma. Os túlios, os cetins, a gente dançava com um tafetá de seda pura. Tudo, olha, tudo foram rios de dinheiro.

Depois que acabou, pegaram tudo, ih encaixotaram tudo e deixaram... Não sei se era no porão do Teatro Municipal. Depois estava dando infiltração. Os cenários, maravilhosos, caríssimos, pegaram aquilo e jo jogaram no porão do Centro Cultural, que depois inundou lá. E rato estava comendo.

Então, ele estava para para... Ele disse que poderia recuperar tudo. Isso já era há pouco tempo atrás.

Uns dez anos? Um pouco mais, talvez.

E se perdeu tudo. Então, agora tem uns trajes que sobraram, Estava no Teatro no no teatro Municipal e agora foi lá.

Então, tudo que é traje de óperas, de tudo, parece que está tudo lá.
E o a reação do grupo, do Corpo de Balé, quando... Eu, uma vez, vi uma entrevista do secretário
de cultura do município, falando mal do balé do quarto centenário, que ninguém não teve... não aproveitaram porque o balé decaiu. Decaiu porque não teve o apoio.

Eu e mais dois colegas fomos rebater o que o secretário falou e a gente fez, mas não teve jeito. A prefeitura não quis, largou mão e acabou A senhora tem ideia do que eh do que levou ao encerramento da Companhia de balé? por que que a prefeitura Por que Eu acho que é porque o brasileiro é assim, não tem memória, não cultiva as coisas, sabe? importantes, não dá valor, porque uma coisa tão importante não era para... Olha, nós tivemos... Eu estive no Museu Lazar Segal. Lá tem o traje do primeiro... Porque o Lazar Segal fez ãh trajes e cenografia de um balé importante. Quando acabou o balé, o Lazar pegou tudo que era dele E levou para o museu, então levou para ele. Depois foi feito o museu, então o traje da bailarina está lá. Tem maquete, tu tem fotos, tem muita coisa lá. O resto se perdeu. Teve gente, porque tem os desenhos dos grandes artistas plásticos que trabalharam com a gente.

Olha, tanto tanto no no campo das das artes plásticas como da música, porque teve cinco balés brasileiros, menos Lenda, que não tinha música, foram feitas quatro composições para para o balé. Sumiu. Não tem.

Então, é a falta de interesse mesmo, porque só pode... eh é inacreditável. O dinheiro que foi posto ali foi muita coisa, muito.
E qual é a herança que o Balé do Quarto Centenário deixou para a dança de São Paulo? Olha, eu acho que o Balé do Quarto Centenário é a raiz de tudo.
de tudo o que tem aqui agora. Depois foi evoluindo.

Foi como ah a Semana de Arte Moderna, e dois, para artes plásticas, literatura e tudo, não teve dança, não tinha.

o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que era um pouco melhor. Agora, o que ficou desse de todos nós?

Com aquele choque que eu levei, digo, eu era profissional sem esperar. Eu consegui ser profissional, agora voltar para a escola, para fazer, um espetáculo de fim de ano e ficar trabalhando, ir à aula duas vezes por semana, isso é mutilar e eu não vou fazer isso.

Outros colegas gostaram, fizeram, ficaram. Muitos colegas continuaram, foram para o para o Rio de Janeiro, ficaram aqui, mas eu tinha que trabalhar. E eu não me sentia à altura entendeu para ir para grupo pequeno, porque, como eu disse ãh, minha carreira começou minada. Desde que comecei com dezeseis anos de idade, o primeiro plié aos dezeseis anos de idade. Então, é muito limitado. A carreira em si já é efêmera. Então, eu comecei tarde para para acabar cedo também. Então, depois do Balé do Quarto Centenário, a senhora nunca mais Nunca mais dançou.

E teve outros colegas outros colegas, outros continuaram. Estão, aí são professores.

Era uma turma muito boa. Entendeu? Então, ãh foi a que dispersou tudo.

A raiz está lá.
E depois que que acabou, o que que a senhora fez? Foi trabalhar em outro lugar, em outra área? aí

Eram pequenas empresas, né menores empresas de energia.
Aí eu fui trabalhar.

As salas do balé, as lágrimas desciam, e eu em dois metros quadrados, datilografando. Eu aguentei o quanto deu depois.

oito cinquenta e oito É, cinquenta e sete, por aí. Aí voltei lá para a casa dos meus pais, E aí fui me empolgando com outras coisas. Acabou que eu nem abri escola de balé e voltei com encontrar as pessoas da minha infância e tal.

Primeiro minha mãe, depois meu pai. Aí meus irmãos disseram que eles não podiam ficar lá só comigo, então tinha que vir embora para São Paulo.

Mas veio. Nós viemos. A família toda veio? é hum

A outra casou e era eram casados, tinham seus filhos lá.

Naquele tempo não tinha computador, era taquigrafia e ela trabalhava dia, noite, tudo, porque dependia da sessão. E a outra, enfermeira, enfermeira padrão. Então, e aí eu fui trabalhar, porque eu era balé, eu não tinha diploma de nada. Então, eu fui, voltei para São Paulo e voltei uh a trabalhar onde? Aí eu fui

Voltei para lá, depois tinha uma empreiteira que ia pagar melhor eu saí. E era uma firma de engenharia. Enfim, eu fiquei funcionária burocrática de dessas companhias. mas eu não dancei mais. Mas eu fiz um acervo grande, eu catei tudo que pude do quarto centenário meu. né Então, eu tenho muita coisa em casa, tem sapatilha, eu tenho maquiagem, eu tenho tudo.

Então aí, ah quando fez vinte anos do balé, eu não sabia mais mais nada de ninguém. Está acabando? Não sabia mais nada de ninguém.

E não ninguém sabia de mim. Então, um dia, eu tinha mudado de casa, mudei de um apartamento, que eu morava com minha irmã, e eu já não tinha mais pai nem mãe né. e E fui morar sozinha mais perto do meu serviço. Aí, no dia de mudança, eu tinha jornal ah, a empregada pôs assim um jornal forran forrando a lata de lixo. Embaixo, assim. né Eu olhei e digo, ex-integrantes do Balé do quarto Centenário. Digo, o que é isso? Tira esse lixo daí. Aí o que eu fui ver era ãh ex-integrantes do Balé do quarto Centenário enfim que pretendia comemorar os vinte anos para entrar em contato. uh Então, as que estavam perdidas, puseram no jornal para juntar o grupo para encontrar não para encontrar a gente. Essas estavam ainda no na na dança. uhum Aí que êh que eu encontrei. Estava debaixo da lata de lixo. Aí eu peguei, telefonei, aí então a gente voltou. Cada tempo a gente se reúne. E agora tem uns vinte e poucos, não sei, porque já morreu bastante gente, né?
se reúnem com frequência? É mais ou menos, não é assim.

Vamos reunir. Quando eu fiz uma festa para mim. Então, aí às vezes tem algum acontecimento. Às vezes é saudade. Vamos fazer uma festa, vamos. E aí co avisa todo mundo. como é que são esses encontros que vocês fazem para relembrar o o Ballet do Quarto Centenário? olha
é muito gostoso.
Quando tem, apresenta alguma oportunidade, não é muito fácil da gente se reunir. Principalmente assim, tem feriados. aí o Os que são professores de balé hoje saem todos de férias, viajar. então Mas aí a gente começa a organizar. tá vamos fazer um encontro. É porque vai ser o... Fulano vai fazer setenta anos. Que mês é? ah É fevereiro. Não é fevereiro então? vamos marcar para março uh, que tem mais gente. Aí, em geral, quem a gente chama vai, a maioria vai. Tem alguns que que são acho que talvez mais mais ocupados ou que tenham tenham mais estejam mais ligados com o seu próprio balé, ou seu próprio grupo, aí já não faz tanta questão, mas tem aqueles que são, assim, muito fiéis e que a gente se encontra quase como, é como uma família, sabe? Quantas pessoas, mais ou menos, se reúnem assim?
Ah, é perto de umas vinte, vinte e poucas.
As que que são mais assíduas, assim. Olha, este último, vieram duas do Rio, que moram no Rio.

Então, ah a gente...

Dessa vez, ela não pôde vir. Então, em geral, o pessoal daqui de São Paulo né uh vai todo. É quase, não vem não vem todo não. E tem outros que não querem mais saber do Ballet do Quarto Centenário. Tem, é triste, mas tem. não sei se enjoaram, o que é, que a gente nem chama mais. Teve gente que mudou. Ah, desse o endereço novo. ah Ah, quando chegar lá, eu aviso que foram mudar, foram para o interior, para Jundiaí, para não sei o quê, mas não nunca deram. Quer dizer não, se afastaram. Cada um tem suas razões, a gente respeita.
Tem alguma coisa assim eh que a senhora queira contar assim, de mais marcante, do balé? Uma história engraçada. que
Do balé?
Dos ensaios.
Por exemplo, nesse balé, uma vez, uma coisa assim que estou lembrando, uh da da lenda que não tem música uhm, e quando foi a hora lá do nós íamos entrar, Nós já tínhamos entrado, os monstros. E era lá uh, quem estava dançando era a Iara e o pescador. E um da orquestra errou o o o ruído que ele tinha que fazer. uhum
E quando errou uh, os monstros ficaram olhando, porque não sabiam, porque aquilo é contado.
nós tivemos um ataque de riso. <laughs> Podia, porque era tudo com máscara. Então, nós de máscara, com ataque de riso dentro da máscara.

Eles acharam aquilo uma falta de respeito.

E o olha a braveza que foi. Quanto mais bravos eles ficavam, mais nós dávamos risada. Mas isso foi ensaio ou foi espetáculo?
<laughs> e a
aí, uh nós improvisamos. Nos erraram lá. A gente não sabia se era para andar para frente ou para trás. né né Então, depois pegamos o fio. Até pegar o fio, a gente improvisou. Depois, nós fomos as seis multados. Pagamos um bom dinheiro. Aquele dinheiro trabalhamos de graça. E esse foi um um dia. Um uma coisa, assim, diferente, né? Teve muita coisa. três anos de de muito muita gente junta, né? Então, teve... momentos assim que a gente guarda pra sempre na memória.

A senhora estuda hoje em dia?
Não, eu tô aposentada, com a graça de Deus.
Eu corro muito pra lá e pra cá, porque eu sou sozinha, né? uhum Então, todo mundo, mas o que você faz? E você não lembra o que você. faz Mas eu não paro.

Eu venho para a ginástica e para a caminhada e e eu faço cinco quilômetros em cinquenta minutos. Isso, e para mim, é o que me mantém. assim Depois eu tenho, duas vezes por semana, eu tenho <coughs> aula de ginástica. Depois, ou é supermercado, ou é banco, ou é para ir para o centro da cidade,

Eu não eu não dirijo, não consegui perder o medo. Tirei carta, fazia uma baliza linda, mas, no trânsito, eu morria de medo. Então, não tenho carro porque eu não con só estive com motorista dentro. e Então, eu tenho que fazer uma coisa no centro da cidade.

E, olha, e eu corro, que chega de tarde, eu estou exausta. Então, eu tenho gravado assim uns balés lindos da do canal Film and Arts, da da TVA. Todo domingo tem. Eu gravo e não tenho tempo de ver.

Eu vou dizer, vou entrar em férias. Para onde você vai? ah É segredo e não saio de casa. Só assim que eu vou poder ver, <laughs> sabe por quê? é É isso, então... E que que a senhora acha como é que a senhora acha que é o balé hoje em dia aqui no Brasil, atualmente?
Então, tem coisas que eu gosto.
Mas tem coisas que eu não gosto. Esse balé contemporâneo, que eu digo que vão dançar de shortinho e tênis, eu detesto. Agora diz ah mas tem muita coisa boa, digo mas eu não vou. Eu não vou, eu tenho dificuldade, porque geralmente é à noite. Então, eu vejo quando passa na televisão. aí grupo-corpo, não sei o quê, eu vejo, eu não tem coisa que eu não gosto. não Mas a senhora já percebeu alguma influência do balé do quarto centenário nessa dança de hoje?
Não, não.
Não, a coisa está... É o balé contemporâneo, é coisa aí que eu acho que se aproxima muito da de ginástica, sabe? Isso aí eu não gosto. Agora, tem os balés que são tipo beijar, Então, que bailarino é tudo assim e ele faz assim, mas é bonito, porque tem um fundo clássico, né?

Então, aí eu gosto. E tem mesmo alguns aqui que, quando eu vejo na televisão, ah esse eu gosto, mas tem outros que eu... Quando é muita ginástica e rolar no chão e quan eu não... E ninguém da família da senhora seguiu a dança

Ninguém.
Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de contar? eu não
Eu acho, não sei se serviu para vocês aquilo que eu contei, se ficou faltando aí da parte pessoal, porque aí a parte pessoal real realmente é muito pouco, né? Porque da minha vida não tem, assim, tanto tanto movimento, né? Então, não sei se você quer perguntar, você, mais alguma coisa. Como é que a senhora se sente dando esse depoimento? Eu me senti à vontade, algumas vezes emocionada, sabe, de... porque traz muito, mexe muito com coisa que está lá e e que fica arquivado durante muito tempo. mu né mu eh É muito raro é que agora... Foi junto o nosso encontro, no outro domingo, agora aqui falar. Então, é é gostoso. e E a dança está sempre dentro de mim. sabe é é um

O mapa astral. E a pessoa diz, tudo que aparecer de dança, faça. Porque a você é uma ligação muito grande com a dança. Então... às ve E é gozado. Às vezes, assim... ãh Fui para Gramado. Aí tem lá no hotel... Acabou. Uma festa lá. para os Então, aí vem vem buscar as pessoas para ir dançar lá. e E me pegam. Não sei, parece que tem uma coisa lá. vou Aí eu vou e eu danço, porque é aquele... Põe ah aqui o seu pezinho, é comigo mesmo. Já três vezes, que eu <laughs> eu fui para lá quatro, três vezes me chamam. E são pessoas diferentes, grupos diferentes.

Ela tirou uma pessoa para dançar. A pessoa não quis ir. Aí ela veio para mim. Tudo bem, eu fui. Aí eu toda de calça jeans, tinha a malha amarrada aqui, e ela a senhora faz assim com este braço, e eu... No fim né, tudo o que ela fez lá, eu fiz com tranquilidade, porque está em mim, sabe? aí Então, ela agradeceu muito, eu voltei. Aí tinha uma pessoa, porque era era na rua. Aí as pessoas lá, tudo assistindo. Aí quan uma pessoa que estava homem aí atrás. disse A senhora nunca imaginou que sabia dançar assim, né? <laughs> Eu disse não. <laughs> então Então, veja, é uma coisa. falou de Quando foi a inauguração?

Era assim, a quadrilha da fazenda não sei o quê e tal. Eu digo, e isso aí deve ser chato, mas vamos lá ver. E eu fui. Estava com uma colega da se da secretaria, que fotografou tudo para mim. Aí, quando chega no fim, porque primeiro eles dançaram a quadrilha. Depois, no fim, eh eh era a coisa mais linda, era um espetáculo. Aí, no fim, foi eles vestidos de cangaceiros, era o xaxado. Foram duas danças que eles fizeram. E eu, no começo, que estava assim desinte, eu acabei sentada na ponta da cadeira, que era uma coisa vibrante e tal. Quando chega, eles dizem... Agora, quem estiver aí e quiser vir dançar com a gente, pode descer. Eu fui pelo por cima das cadeiras antes que eu ficar sem par. <laughs> <laughs> E eu fui assim.

E aí cheguei lá, tinha um a a camisa toda de cetim, mas ele estava encharcado, porque ele dançou os dois. E eu cheguei e disse, dança comigo? Ele disse, danço. Ele ficou assustado. Eu digo, ele está pensando que pegou uma uma coroa aí que vai que ele vai ter que carregar o trem. Quando chega lá, ele embaixo, no palco, ele nem subiu. porque os outros estavam no palco, lá embaixo mesmo. Aí que ele começou, comecei o xaxado. Ah, a senhora sabe! sei Então, vamos subir. aí fomos No fim eles pararam de dançar dançar pra. Porque uh apareceu a chance. Eu adoro, adoro. <laughs> <laughs> Essa foi a última a última aventura. <laughs> <laughs> Então, <laughs> acho que já já tem coisa. Engraçada aí pra vocês.

Então, então você vê como eu me senti bem, tô agra tô tranquila e é tudo muito agradável.

Gostaria de agradecer à senhora pela entrevista.
Imagine, eu que agradeço a oportunidade.
Nós que agradecemos a oportunidade.
Sabe por quê? É bom reviver.